Nós começamos sempre pelo teu nome. Qual o teu nome completo?

E a onde a senhora nasceu? Ipameri, Goiás.

A senhora sabe o nome dos pais e avós? Pais... E avós? Avós, não. Nem conheci. Não E o nome dos seus pais?

E sabe qual que era a atividade profissional? Dos meus pais? Isso. Eles moravam na roça. Eles trabalhavam na
Que eu posso. não, é. Nós tínhamos, assim, amigos que eu posso lembrar, né? A a gente trabalhava na casa deles, em uma casinha afastada.
A senhora morava com os pais? Morava.
até idade novinha. Depois fui para o orfanato.
Goiás. O que a senhora lembra dessa vida assim, do comecinho da vida com os pais? E... Mas é bom demais.
É bom.
Conta mais um pouquinho para a gente, o que é bom? O que a senhora lembra de tão bom assim?
Tudo. Como estou aqui agora sentia na minha casa.

Eu era pequena, era tratada com todo carinho. A minha mãe cuidava do, a poupança, minha irmã carregando, bonequinha, bebê, porque os bebês sempre pequenininhos, tinha panelinha, xicrinha, perizinho para brincar. <cries>
Nossa, nossa casa, toda a minha casa, eu só lembro assim, meu Deus, que tempo e agora também. Nós nunca brigou, nunca teve discussão, fizemos tudo com paz. Sobre a irmã minha, eu passei na casa dela quando ela era mais grandinha, a a minha a nossa irmã Maria, ela é diferente de você, Sebastião. Ela é Ela muitas vezes não liga para mim, eu queria que ela fosse igual você.
Sim, mas ela é igual eu. <cries> Não deixei passar, quer não fosse.
Depois, minha mãe faleceu, adoeceu, faleceu, levou eu para o orfanato.
Lá... A senhora tinha quantos anos?
Não lembro.
Era bem
Tinha uma irmã caçula. Perdi aqui em São Paulo. Levou orfanato. Lá tinha quinze meninas, tudo no nível nosso. Não tinha briga, um pomar maravilhoso, tinha geâmbro, jaca, eh manga. Essas coisas frutas gosto, vinha brincando, rezando, todo dia seis horas, cada um com seu banquinho.
Ia para um varandinha rezar o terço. Todos os dias. Tinha teatro.
Para nós fazer. Nesse teatro era assim. Eu trabalhasse, eu era... Faz de papel de carpinteiro. Fazia assim. A serviço de carpinteiro, eu sou que foi Jesus. A outra tava assim. Me vira, sacerdote caridoso. Mostrava a cruz. Eu trabalho pela cruz. Aprendiz de carpinteira. Não, desculpe. Enfermeira excelente. Faço curas assombrosas. E aquilo ah tinha nossa refeição muito... As irmãs muito boa. Como se fosse hoje dona florângela. Irmão Madre Bernarda, a madre. Elas eram do estrangeiro. Todo dia, às seis horas, eu saio em fila para ir para a missa, comungar. E voltava, né, estudava, bordava. Eu nunca fui de bordar. No Instituto Bom Pastor, tem tudo lá. Eu olho aquilo, não chega até aquela coisa bonita que tinha tinha lá na orfanato bordadas em manta, tudo quanto é tipo, fazia por... Eu tinha que fazer, mostrar, fazer aquilo nunca me interessou. O que me interessa é a minha atividade dia a dia, fazer isso que eu sei, né? Essa casa que eu fui morar, meus pais adotivos, o orfanato ia fechar. Na igreja, o padre avisou quem quisesse, A crian, aquelas crianças podiam ir lá pegar e ser pais adotivos Essa família me pegou. Mas, primeiro, quem foi que foi a a dessa família? Uma solteira. Uma solteira. Hoje já deve ter falecido, eu não sei. Chama Alice, foi lá, levou para a casa os pais dela. Foi muito bem recebida. Eu tinha um tercinho na mão, cheguei lá, a mãe dela já idosa, com esse coque na cabeça. Ih, mas que terço bonito! Era preto. Da ele para mim, menina bonita com o terço preto, não. Deu o terço para ela. Todos os dias de tarde, ela deitava a cabeça para fora, assim, nos pés da cama, com travesseiro. Eu ia trançar o cabelo dela, fazer o coque. Todos os dias eu fazia isso. Todos os dias a gente levantava cedo e ia para missa. Seis horas. Na missa vinham e e a gente brin brincava de cozinhar de... panelinha, ia na cozinha, pegava alguma coisa, levava comer no quintal. Lá na casa, esse quintal grande, manga, jabuticaba, abacate, lima, subia no pé, descia, sem acontecer nada, minha roupa, qualquer coisinha, chicote. Minha irmã muito elevada, aprontava, todo dia surra nela. Falei, gente, por que ela apanha todo dia? Minha avó adotiva falava assim, sebastiana E o bato nela sim, era está muito levada Todo dia ela apanhava. Falava nada, né. Estava errado. Ela apanhava todo dia. E... E hoje? Depois de que ela cresceu, trabalhou aqui em São Paulo há muito tempo. Pensei, hoje assim, hoje se ela estivesse viva, falecida, estaria na casa dela.
Quais eram as brincadeiras prediletas da senhora?
Dona de casa, esconder dentro do guarda-roupa. Por quê? Apagava a luz no escuro, se apalpava onde estava a pessoa. Vem cá, teu cabide. Eu comprei. Recordação. Cabide comprido, que tem assim. Eu era tão pequenininha que eu escondia naquele cabide. De noite. E um dia o cabide quebrou a perna. Meu Deus! Puts, o cabide... Nem olhar para o cabide com medo de descobrir, já vem me bater. E aí foi. Sabe marca aquela marca Eu escondia debaixo. Punha a mão de cá. Eu estava lá. Mão de cá. E e nunca me achava. tia, minha irmã, ela mora em Brasília, deixa deixa eu falar. Ela tinha uma sombrinha muito bonita e e eu fui na rua com a sombrinha. Não é quando eu chego na minha casa, no portão, a sombrinha quebra, cabo. Rim.... Meu Deus, o que que eu faço? Sabe o que eu fiz? Uma vizinha morava um quarteirão abaixo, eu... Peguei a sombrinha, a a a que trabalhava lá, tinha o meu nome. Joguei debaixo do porão E corri para casa Quietinha. Ninguém até hoje descobriu quem foi. E nunca nem bateu, nem encostou a mão.
Então a arteira de casa era a sua irmã?
é era Não era a minha irmã. Era uma vizinha. Eu joguei a sombrinha na casa dela, Pode dizer que não não não sei quem foi, acho que apareceu quebrada. E de casa disseram assim, quem foi que quebrou a sombrinha? O assunto acabou, ninguém descobriu nada.
E como que era assim, como que era a casa? Descreve para gente um pouco.
A casa era muito bonita à frente. Tinha uma escadinha de dos dois lados, para lá e para cá. O cara no meio, você podia andar todinha nela. um portão muito bonito, um jardim. Era plantada violeta. Umas Você plantava assim, ia sair de montim E se uma violetinha, igual tem hoje, se você apanhar, põe no vasinho. Naquela época, a penteadeira, já viu como é que era? Era uma penteadeira, o espelho, todo cheio de... assim, feitada, e ali no vaso pequenininho, so violetinha, ali. O jardim muito bonito, eu não gostava de rosas.

bonita Eu não esqueço de Eu disse, rosa bric, que era aquela, um nome diferente, plantou rosas. E o Jardim, em volta da casa, era todo plantado, bico de papagaio. E a outra era... Esqueci o nome. Um senhor lá para achar lenha naquela época, o senhor achava lenha. Ele é tão muito bom assim. Tinha uma casinha no quintal e eu dormia lá. Tomava banho, ficou morando lá, para cuidar do jardim da casa. Dormia, almoçava, né? Fazia refeições e tomava banho na casa de alguém cedo, porque ele não... A gente não tinha onde tomar banho, dormia. Aí, pediram a casa. Não dão para comprar a casa. Nessa casa mesmo, eu fui estudar no colégio.

Mas não continua isso tudo, porque a que trabalhava em casa, morava com eles, veio de Goiás. E os pais precisou dela, chamou. E como que é, ela teve que voltar. Nessa época, não encontrou ninguém para ficar no lugar dela. parar de estudar.
E como que era a escola?
Ah, a escola era boa. A professora se chamava Dona Neuza. Minha mãe dava meu meu lanchinho pequenininho, assim, com manteiga, pequenininho. Naquela época, as coisas eram muito far... Lá em casa, sem muita fartura. Fazia esquerda, goiabada, desse tamanho. Olha o que que eu fiz. Peguei, tinha minhas amigas, pão de milho, tudo aquela coisa mais boa, sabe? Pegava quase meio pão de milho, enchia de goiabada e levava para escola, para o recreio, para comer junto com a minha amiga. E os dentes? Escovava direito, quebrou. Todo dia fazia isso. A meu a

Levou eh está doendo o dente punha uma cerinha Esqueci, o doutor doutor lustrosa, um nome assim, a cerinha do dente. Colocaram dentro de nós, todo dia nós colocava, eu e meu irmão. cerinha no dente. Aí, meu pai viu aqui, pegou nós, tudo Todo mundo. O dentista ficava olhando nós assim um pouquinho, e nós arrancando os dentes. Aí, eles fala sorvete, aquilo tudo, né? Meus dentes eram muito bons. Posso contar as vezes que eu estive no dentista. Tão bons que ele era. Eai eu tinha minhas amigas. Não, uma só. Chamava Tereza. Tinha que ir para o cinema, assistir filme brasileiro. O filme brasileiro, romântico, e o filme religioso. Só não assistia. A Zarope, André Otero, Oscarito. Essa artista, Dercy Gonçalves, minha amiga era namoradeira, eu não. ia ao cinema comigo, ela ia namorar. Depois do cinema, eu voltava para casa. Ia lá em casa me chamar para nós ir ao cinema. E onde tinha aqui em Minas Gerais, em abri cama, na minha casa. legítima e chamou para a casa dela para ser babá. Eu aceito, foi E nisso, minha amiga soube e não gostou. Sebastiana, se você for, você não vai me ver nunca mais. E ela cumpriu. Fui, gostei, Aqui, Abricampo, cidade gostosa, passeava com com a criancinha no braço, tomar sol. Em Abricampo, fazia a a sua a a sua comidinha, a roupinha passava, tudo em harmonia, que é a coisa mais boa do mundo. À noite, nós via cinema, que é a coisa mais lógica, Um dia fomo em Santa Margarida em um casamento, nem luz, a cidade tinha, tudo escuro. E voltei para para Itapira, cidade que nós morávamos. Eu fui para lá com oito anos. Procurar a Tereza. Viu a Tereza? Não, minha filha. Ela Ela morava com uma família que tinha farmácia na cidade. Ela saiu saiu da da casa dela para morar com o namorado. Aí Aí, essa irmã minha tava lá em casa, morando comigo. Passou uns tempo lá comigo. Quero ver onde está a Tereza. Nosso pai viajou, deixou nós dois em casa com com com o vizinho, que era muito confiança. assim, ou minha minha chamava abadia Abadia. Vamos ver onde está a Tereza. Pegamo um ônibus, uma chuva. Tivemos que passar um ônibus para o outro, por causa da da chuva demais. Chegamos lá, senhora podia falar, me me informar de onde é a Tereza, estava. Você conhece uma uma senhora chamada Tereza? Não, minha filha. Ela já morou aqui.
Mas ela já saiu. Parecia uma... E a Sebastiana teve que... Fui embora. (chora durante a fala) Nunca mais vi a Tereza.
A mãe dela, a pobrezinha, um dia, estou na rua, na porta da minha casa, passou uma caminhonete muito bonita. Olhei assim, que eu tinha visto ela, parecia a mãe dela. Ela fez assim. Porque isso é dela, a história da minha amiga Tereza.
E o que mais que a senhora gostava de fazer na adolescência, além de passear?
Eu ajudava a minha mãe em casa. Fui uma ótima filha. Meus pais nunca me chamou a atenção. Para mim, isso é a coisa mais boa que eu tenho. Eu fui Muito, eles me deram muito carinho, como tive até hoje. irmão, Zé Carlos, nós brincavam, de dia todo, de caminhãozim , na estradinha.
Desenhava. coisas, desenhos maravilhosos, revistas lindas, brincando, fazer cola, de trigo, figurininha de futebol, na natureza, montanhas. O dia inteiro ir no barco, tinha nosso dinheirinho, comprar balinha de hortelã, tinha dinheiro, sorvete. E na hora de noite eu ia sair, queria vestido, aquela roupa mais bonita, Meu irmão ia de calça curta, terninho, gravatinha, nós ia para o jardim brincar. Chegava lá, o jardineiro, tacava pedra na gente. E quando a minha irmã formou, receber diploma de professora, eu fui. E nisso, brincando lá fora, eu pensei, meu vestido rasgou. Descostura. Era de organdi Eu falei... Meu Deus, e agora? O que que eu fiz? Cheguei em casa, dobrei a barra, tirei linha da barra, costurei. Ninguém viu, não. Sante! E um dia, meu irmão tomou, pegou ami ami amizade com um rapaz chamava Anísio. Apaixonei. Faltava avançar nele, assim, de amor, mas não avançava, não. Ele iam para o sítio de manhã passear, e eu queria ir, mas não podia. Cheguei em casa, e um dia eu vou lá no sítio, e fui. Sabe onde que era? Sei metade do caminho. É por aqui? É por aqui?

me deu aquela coisa, aquela sensação mais boa do mundo, assim. Hoje, eu digo, meu Espírito Santo, encheu de amor, assim, eu voltei para casa. E ele vinha aos domingos le com a irmã dele levar os dois ao cinema. Meus irmãos, João Bosco e José Carlos. E eu ficava em casa, minha casa.
A senhora só tinha do dois irmãos aí? cono comigo em casa. Hm Como que era a família?
Eram seis filhos adotivos. a né. Minha família era seis também.
E qual que era o nome das pessoas?
Legítima? Minha? Primeiro, Geralda, João, Rodomiro, Afonso, Sebastiana e Abadia. Todos irmãos? Legítimo. Na parte dos adotivos, Sosteres, Júnior, Paulo Roberto, José Carlos, João Bosco, Sirene e Dinha.
Então era uma família grande.
É. Quando cheguei nessa casa, eu fui para lá com oi... Te contar. Estou na casa do dos meus avós, chegou esse esse senhor hoje, esse senhor que hoje foram meus pais. Gostou de mim. Queria levar para São Paulo, morar em Itapira. Pediu minha avó, minha avó a deixou.
Isso, com quantos anos? Oito anos.
Aí, nós fomos. Era o tempo da Maria Fumaça. Eu lembro como se eu fosse hoje, saindo de Palmeiri. Tem a música. Tomara que eu lembre para cantar para vocês. Ah, quase que eu lembro. xalanga. Eu no no trem. O trem saindo Você tem um bluseiro flanela azul. Blusinho de flanela.
A senhora estava vestindo uma blusinha.
Vestida de para viajar. Minha irmã era... Disse que ela era uma... Esqueci o nome, deixa eu contar a história do da da viagem. Sentei, olhei assim na cidade, não despedi de ninguém.
Então, a música vinha assim... Eu, a xalanga... Vai uma xalanga... Eu, bem longe em cima... Ela nos... Passando... O rio para... (fala enquanto chora)
Era você, né?

Aí cheguei em Itapira.
E lá, para mim, foi muito bom.

Minhas irmã levou eu na farmácia. Naquela cidade tinha uns farmacêuticos. Família toda era farmacêutica. Foi por brinquinho em mim. Dos dois lados. não vai doer. Vou furar com o próprio brinco. E só e furou. Fiquei com esse brinco um tempo. Dos dois lados tinha bolinha. Então, vamos chegar. só brinquei. Dos dois lados tem bolinha. Deixou o brinquinho lá.
Eu contei. Eu vou crescendo.
Vou colocar um brinco de pérola na minha orelha.
E como que foi a vida nesse novo lugar? Conta um pouquinho. A minha casa...
Eu ju eu ajudava a minha irmã, aí minha meus pais, essa moça que trabalhava lá, voltou para terra dela, Ipalmeri né. Fiquei em casa. Nesse Nesse longo tempo que eu era mais nova, a gente comia de marmita. Eu ia buscar comidas deliciosas. Até hoje eu lembro o sabor dela. Eu buscava, levava em casa, e ali a gente, né?
Que comidas que eram?
Ah, quer ver? Ma, era uma maionese, um sabor delicioso, um feijão de fava. Não existe hoje mais, não. Desse tamanho, aquela comida mais gostosa. O hotel chama Hotel Sashini. Eu ia buscar no hotel, e lá tinha estudante A cidade, esqueci o nome, Jacutinga. Estudavam lá. Tinha um rapaz lá, que eu não sou aliada para <laughs> Aí, nós mudamos de cidade, de casa. Fui morar em uma casa, subindo, perto do centro. Casa novinha. Tinha um jardim, pequenininho jardim, todo de toda florida.
Ali. Aquela casa que a senhora descreveu? Essa quando cheguei de Ipameri
No pedir a casa. Vou morar em uma casa nova no centro. Correr no centro.
A senhora já era mocinha? Mocinha.
E lá eu já ajudava a minha mãe na cozinha. Ti, arrumava a casa. cozi ajudava na cozinha, passava a roupa. Fazia compras. Mas só para o meu pai, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Só. Gostava, passava a roupa, até os lençol, toda dobrinha eu tirava. Minha mãe pagava meu pai, os dois. Já viu tudo assim, né? Ele era professor português. Tem calor. me punha para, tudo que ela fazia, arrumava a cozi, fazia o almoço, punha perto, tudo fazia eu ficava pertinho dela, quietinha. E eu tinha que passar o terno de linho. Ela ensinou, depois eu mesmo passava. O terno de linho, essas calças que a gente chegava a pegar com o pano, passava também. E a chave, a roupa está passava. Na casa da minha avó, quando eu depois saia vindo de ano, ela falava assim para as minha tia, Sebastiana me elogiava muito.
Muito prendada. É. E gostava de namorar? Tinha meus namoradinho. Conta um pouco aí da história dos seus namoradinhos. <laughs>
Eu conheci na casa de médico, que é a famosa cidade, minha amiga, chama Guiomar. A outra, que mora perto da minha casa, Ana. Morava abaixo da minha casa, a Ana. Abaixo um pouquinho. Subia passava a minha casa e ia para casa da Guiomar Era a casa do médico. Nesse médico, ela tinha, aprendeu o sete corte de costura. A gente ia para lá. Era costura, a gente conversava. Assunto. Nosso dia-a-dia de namorar. Eu era novinha. Elas eram mais assim da sua idade. arrumou um namorado para mim. Mas só de ir do jardim até na minha casa, boa noite, ia para minha casa. Um dia ela arrumou um para mim e eu gostei. <sighs> Esse vai ser o meu marido. Mas durou pouco. Cheguei lá, quando eu parei assim, vim com a mão assim, falei, para aí, vamos subir? Fomo embora. Eu senti que a mão dele estava Não era conveniente. Perdi meu namorado. Cheguei lá, falei assim, olha, terminou. Por quê? Até hoje, ninguém soube porquê. Esse namorado, ele é ele era ele é ele cantava can canção caipira na rádio. Ele era amigo da outra colega minha. A outra não deixou não deixou por mim. De passar ele de deixaria deixasse dela para namorar comigo. Não durou só uma meia hora o namoro.
E a senhora gostava de praticar algum esporte? Atividade física? Passear, andar de bicicleta? Não.
Não. Não? Eu era mais caseira. Eu era a mãe da família em casa.
E ãh você estava falando de costura, né? Como que era a moda? Como é que vocês se vestiam quando você era jovenzinha? Ah.... a
Cheia durinha. Vestido todo rodado.
Como que eram as cores? Eram vestidos? Compridos? Descreve para gente. Comprido até aqui.
é. Dos pés. E E minha mãe tinha muito gosto. Chique, as blusinhas, todas assim seda pura, tudo bordado, manguinha aqui. Sapatinho igual o dela, assim, com violinha, meinha, igual... Sapatinho de boneca. É, uma saia branca, né? Esqueci o nome. Toda, aquele aqueles, igual marinheiros, sabe? Assim, com aquela gravatinha, ficava toda chique. O outro, era uma saia cinza de lã, que era as alça cruzada atrás, assim, com a blusinha xadrezinha, verde com ci verdinha, verdes cinza Outra era uma blusinha, uma saia, esqueci ah, um que eu gostava muito, um pano muito bonito, A gente vê isso também em boneca, e e em enfeite de natal O pano, enfeite de natal, ele é vermelho, com verdinho. você vai, você vai. Quando você vê, você vai sentir a blusinha de manguinha assim, todo incrementadinha. E um dia, olha, hospital. Eu conheci hospital psiquiatra Itapira
Como que a senhora chegou nesse no hospital?
Não, estou contando do meu tempo de criança.
Não chegou ainda não. Ah Ah, entendi.
E tinha um rapaz lá que ele fugiu do hospital e ia lá para casa. Chamava Anatolim. No tempo da guerra, ele ficou pertu ficou perturbado e foi para lá. Ele tocava piano. Meu pai, se não me engano, na noite, trabalhava em clube. Apresentar o que eu não sei. Só sei que eu ia para lá e estava escutando e ele tocava piano. Tudo bonito. E minhas irmãs, que eram mais novinhas, apaixonou por causa dele. Quando eu ia para lá, aquela festa, ele era um moreno muito bonito. E Ia lá no hospital, eu já sabia que ele estava lá em casa, e a ambulância catava ele e levava de novo para lá. E eu co corria sabendo que estava lá lá em casa. E os vestidos eram de organdi. Cada um mais um do que o outro. A gente ia para o jardim e voltava. Sempre eu sozinha no cinema. Minha amiga ia namorar e eu sozinha no cinema.
Vamos avançar um pouquinho. Conta para gente como que foi, como que a senhora chegou no hospital, o que foi que aconteceu?
Acho que tem alguma coisa passada que eu queria te contar. Acho que é só. No hospital, nós mu muda mudamo
Isso mais ou menos em que ano? Que
época? A época, não sei, se não me engano, eu tinha mais ou menos uns vinte... vinte e dois, vinte e três anos. E lá... ia indo muito bem. Tinha... Eh, eu fui na casa da minha amiga, Nós estávamos passeando na casa da minha amiga. põem a foto do cônjuge no quintal. abaixar assim e deu uma dor muito forte. Acho que sim, uma dor muito forte. Abre o estômago. Hm que dor dor esquisita. Levei em conta de nada na hora. Cheguei em casa e falei para o meu pai, não estou me sentindo bem não. Tá, acho que estou doente.
Ela... Fiquei na minha.
E com o tempo... Foi passando... A minha irmã... Levan levou em Taubaté Não, foi um... Lá em pindamonhangaba mesmo. De Pindamonhangaba... Mandou ir... Em Taubaté E eu com o médico, aquilo tudo... Eu ia sempre lá, conversando, conversando... Eu eu eu expliquei para ele que eu tinha uma dor na perna. Era muito forte. Aí, no falar isso, eu senti uma reação no mesmo. Aí, foi indo, foi indo, fui se internar. Nesse tempo que a gente ia para casa tudo, eu... não tinha namorado, namorava, Aí, eu sei que eu passava quase o dia todo deitada. E à noite, eu ia sair para namorar. E um dia, quando eu sabia mesmo que eu ia precisar de internar, rezei para Deus me dar força e coragem, me ajudar, das dez da noite às seis da manhã. e me escondia Eu deitei na cama. Aí hora que eh aí nós levantamos, porque precisou, e fomos lá para... Pergunto, em que lugar você quer internar? Nós conhecíamos Itapira. Lá, como eu tinha os meus namorados, Não queria que ninguém me visse, por nada. Eu ia entrar lá. Ai meu Deus, deixa que eu entro aqui. Assim, entrei depressa, me senti. chegou lá, eles me me procuraram para ver se eu queria mesmo ou não. Eu dei a minha palavra.
Aí entramos, né?
O médico, nem chegasse tempo de me consultar, já mandou sair. E, nisso, já me levou para uma sala para me consultar. nada comigo. Bateu no meu joelho, no joelho. Meu joelho fez assim Assim E daí, eu fiz o tratamento de acordo comigo mesma. Não teve nada de anormal ali. Conhecido do mundo. E lá nesse, lá, no meu tempo de infância, hospital de lá, não vou falar nada de nada sobre nada que acontecia ali, de mal. E tinha show lá, show de, para os para os pacientes, de arrebentar no rádio. Maria Odete Bressali, uma amiga minha, foi cantora lá de auditório, naquela época, ela foi para São Paulo seguir carreira de cantora, Lá, dentro do editório de Itapira, do bairrão. E a gente podia ir lá assistir o show com os pacientes. A gente só precisava ir, não tinha muita oportunidade, acabou aí. E um dia lá, quando quando eu estava lá, tinha... Olha só como era adiantado lá. Tinha terapia, tinha denti. O meu dentista da cidade era o mesmo do hospital. Tinha dentista. Olha, estou estou correndo igual hoje. Eu estou hoje aqui. Eu entrei e saí assim do hospital. Com dentista, dente arrumado. Sebastiana, dentista. Chega para lá, era o meu dentista da cidade. Manicure, já conhecia. Tudo. Fazia minhas unhas. está entendendo? Tinha lá embaixo piscina, futebol para jogar, baterista, o tinha jogado futebol, o moço que que era que era que que dos técnico de bola, massagista, o pai da professora minha de escola, de infância. Tudo lá. É a A gente tinha esses trabalhos que hoje tem lá, que tem hoje no Bom Pastor. Tinha lá. Que Festa junina, aquilo tudo. A gente, é o hospital aqui, eu descia para o fundo, ia para lá e voltava tudo lá para dentro. E E nisso tudo, nisso tudo, falando em saúde que eu sou, eu tinha que estar sempre viva do que tá acontecendo, não ter falha. e alguma coisa. O que que eu fiz? Eu procurava manter sempre o meu eu de hoje em dia. E nisso eu, sabe, por exemplo, na hora assim de do que eu via, assim, que ia passar por uma bolsa de gelo, eu corria com o meu, né? Porque sempre sei o que eu era. Aquilo... Ah, chicota. Estou lá, te deixei meu namorado. Tu tu passou, de repente aquele amor sai tudo de mim. Acabou o amor. Acabou o namorado. Aí, no meu tratamento, primeiro me fecho no quarto. Para quê? Para mim chorar sozinha e desabafar.

Entendeu? Já o médico... Entendeu? O que que é o médico quando desce Aí eu disse, meu Deus, senhora, por que você conversou comigo sozinha? Por quê? Por que eu? Ele abriu. Aí, dei a injeção. Fiquei tranquila.

Tudo bem. Aqui aquilo tudo que é bom de ser hoje, fazer, na minha vida, eu fiz no quarto sozinha. Acabou ali. Depois, ficou tudo bem. E um dia lá, eu sozinha, Deus. Eu pensei, bom, se eu tava mal, se agora eu estou bem, eu estou de alta. Eu mesmo dei alta para mim. Se eu tava mal, tava bem. Agora eu estou de alta. A médica me chama, já pode ir embora. Bom, me levou em casa. Foram muitas pessoas comigo. para entregar, para levar para casa. Passamos, ia entregando nas cidades. Roberto Carton, a música assim... O meu cachorro saiu latindo. Eu parei em uma casa para entregar uma dona, que era cachorrada. Au au au au Gritando, a dona chegou. E, com o tempo, tudo fazia o meu bem, porque eu procurava fazer o meu bem, né? Roberto Carton cantava... Cheguei no portão, o cachorro saiu latindo. Entendeu? Uma chegada. Bom Cheguei em Pindamonhangaba, na minha casa, um lugar meio afastado assim, tudo escuro, tudo mato. Olha Sebastiana E agora? Então me deixam na casa da noiva do meu irmão. Me deixaram lá. Fui bem recebida. A Ah, menina, me dá dor na perna. Meu pai chega, recurso, era interna. Falei, pai, não quer voltar para casa, não. Quero internar? Mas nisso tudo... Meu pai me levou para um... caridoso, não tinha nada a ver. Depois deu... um um um uma família... no conhecido dele, para mim era um lugar, assim, de idosos, mas de família, que eu ajudava a senhora na cozinha, com o, entendeu? Não deu outra De dia. De volta para casa, onde morava a namorada do meu irmão, minha namorada aparece. Sebastiana Oi! Eu me casei. Eu já tinha. Naquilo tudo Ah, tudo bem, tchau. Aquela musiquinha, sabe, Leandro? É o Severino. Aí... Fui até lá em São Paulo. Tem coisas boas daqui. Lá dentro... Não era grande coisa. Mas ela trata trata tratava a gente com carinho. Como que era o tratamento? Eu cheguei e dormi o dia inteiro. O dia inteiro. O lugar estava dormindo. Aí a gente prestou repouso, dava banho ia para cama. Para passar por outro lugar que podia andar, se... Tinha um um uma... Não sei o nome de nada. Tinha um lugar muito bonito, a gente se beijava, se arrumava. Ficava por aí mesmo. Fomos repousar. De repente, o médico chama está de alta. Levou em casa. Tinha um irmão que morava aqui em Pinheiros. Deixou na casa dele. Bom. Aí Aí, eu fui para Ipameri Ficar na casa da minha irmã. Adotiva. E lá. Eu eu fiquei tomando conta da cozinha. Só da cozinha. Fazer o almoço. Minha mãe Ficar na casa da porque está está sem pessoa para ajudar ela, eu falei, vou. Então, era uma obrigação, né? E, à noite, eu saía e ia para a casa da minha amiga. igual princesa, ia para a casa da minha amiga, conhecida minha irmã, Geralda. Ela tomava café a mulher, a cara, não tinha onde por ruga, enrugada que estava, cheia de cravo. Ela dizia, amor, você já co conhece que tinha lá no na na orfanato. Ela cai, fica toda enrugadinha. Ela é igualzim, toda enrugadim. Dá cafezinho, escutava um rádinho e ia para casa de noite. Um dia lá, eu fico nervosa. Comigo, a mi minha irmã, com o meu marido dela, estava Sabe o que é marido e mulher? E eu me senti nervosa. De gente, eu estou nervosa. eu fiz? Saí de casa. Fui trabalhar em uma casa.

A mi costureira minha, da cidade, que era da minha irmã adotivo, ia para São Paulo. Ficou com a sozinha. Ela me levou para o hospital. Era conhecida, me receberam. Sozinha. Porque meu pai chegava. Fiquei lá, tratando. Eu não podia. Eu Eu sou calma. Naquilo, eu não não sentia que não estava bem, então tinha que tratar.

Vou me receber, tatei, direitinho Aí, nisso tudo, eu virei o que eu sou hoje.

Agora eu estou bem. E agora? Não tem com as minhas irmãs Que eu passei na casa da minha irmã Geralda Ipameri. Nas férias. Fui para lá. É ruim Sebastiana Você aprende a abordar. Fazer unha. Isso que bom. Eu vou casar. Faço unha na minha casa. Ganho um dinheirinho a mais. no hospital, conhecia todo mundo, vou poder fazer a unha. Sai cheio de vida, assim, em casa, eu faço a minha terapia. Aquilo tudo Ah, chegou o ponto de hoje, a internação. Cheguei lá, na viagem, o pai foi me buscar Sebastiana Sua irmã casou, você você quer ficar com ela ou quer ir comigo para para Goiânia? Morava em Anápolis Ou quer ir para Anápolis A gente que é que tem amor na família. Já pensei conhecer Já fiquei muito tempo com meus pais. Eu vou ficar um pouco com a minha irmã. Para quê? Fui. Quer dizer, fui. E não voltei. Na hora que cheguei lá. Tudo direitinho. Como tudo estava igual aqui, assim, ó, Maria, eu vou poder fazer unha. No sentido de estar fazendo uma boa coisa. Ah Ah, menina, para quê? Mudaram para uma chácara, ia da chácara para fazer unha, na mesma rua. Era mi era manicure quando era mocinha. Ela estava, dava aula de manicure, eu fui.

Aí começou. E eles não gostaram. Mas ninguém falou nada. Falaram, terminei de curso, que é a maior felicidade. Não é? Que me minha irmã falou Sebastiana, seu pai vai vim te buscar. Oh, que bom, vem! E ele deve, deve estar com saudade de mim.

Cheguei em Anápolis. Minha mãe foi na igreja. Já fui para o hospital, já. Cheguei lá. Entrei, sentei. rim Quando eu vi que o médico, de repente me deixa na sala. Vai embora. Fiquei lá. E meu parar, fiquei parada assim, encostada, encostada assim, com um rapaz bonito. Rim Nós namorou. Tinha um namorado. E se ele tinha alguma coisa? Começou os olhares. E nisso? Eu estava aqui lá dentro. Não tinha remédio. Não fiquei junto com o paciente. Só na noite que eu dormia lá, ficava. A enfermeira tinha apartamento separado. Lá eu fazia sorvete, eu fazia café, namorava.

ma. Era só isso que a gente tinha lá. E um dia, minha mãe foi me visitar. Sebastiana Você quer ficar aqui? Eu pensei comigo. Eu ficar aqui. uai pensei, assim, bom, eu tenho um namorado. Quem sabe ele quer? Não sei. Era era a entrada da casa, para ele passar. chegar, eu fico. uai, de explicar depois Ele não veio. só quero ir embora. pensando que ia para casa. Já tava tudo arrumado aqui em Babacena. Eu não sabia. Me busca. Eu venho. A Ah, viajando, viajando, ninguém. Meu pai, meu irmão no volante, namorada, chamava Laís, e eu. Chego em Babacena. como se fosse hoje. Sentei, sentei. enfermeira, pegou a mãe e foi para dentro. Dormi. Quando foi no outro dia desse tipo de café, aí pensei assim, olha

Nada
Não, né? não
Não, né. Não. Não, não Conta a história. Tá <laughs> Cheguei.
Sentei. Até hoje.
Sabe quando tudo acaba? E com isso, passou trinta Quando cheguei no pátio, que eu vi que era tudo, desmaiei. Caíram! carregar Tinha tinha uma escadinha para passar, não tinha cuidado. E eu ali, tinha que... só ia passar, ia arrancar a pele da minha perna, jogar lá no colchão. Tudo sujo. Eu acordando assim, nossa! A dona da casa olhou, e eu quietinha, baile sujo, colchão, parecia um isolamento. Aí, aquele... Ai, bom. Com o tempo, eu ajudando lá na lá na casa, varria tudo, e um dia chamou para ajudar na cozinha. Eu fiquei sabendo, que um Aquela comida toda lavagem. Dava para os porcos no chão buscar. Eu dava um pouco para ela, metade para ela. Do chão para picar. O porco. Eu fui. Cheguei lá. Foi do meu jeito.

Não tinha ori orientação de nada. Piquei do jeito que ela não gostou. Tinha outra companheira dela junto. paciente, não pica. Ah, não sabe nada! Parei, vou dar choque nela. Ela escutou? Falaram, vou dar choque nela. Eu não escutei nada, quem me contou depois. A que estava lá, passa aí, vai para lá. Passei, ni nisso, deu passar de lá para dentro, Você sabe o que é sentir entregue todinha para Jesus. Todinha, todinha, e não haver nada. Entra assim, e Jesus... Entendeu? entendeu? Aquela, entrei, e Não conhecia nada. No outro dia, a injeção. Essa aqui, é só um pouquinho. Eh eh É ela tem som Essa aqui, essa aqui é só um pouquinho. tique Liguei. Mesma coisa que nada. No outro dia, ela começou assim, Não não tinha conhecido quem que era choque nela. Aí, você você vai está pensando que é alguma coisa, né? Quando chega assim... Só fiz assim. Aí eu deitei... Eita! Do do jeito que eu estou aqui, assim, fiquei... Do jeito que eu fiquei. Assim. Trinta anos.

Todo lugar que eu tava, assim. E, mais ou menos... Não chegou a cinco anos, não. Uns quatro anos e meio, choque. Eu só parava duas vezes na semana. E é assim. Não podia conversar com ninguém. Não tinha água, ora ora que você queria para você tomar. Não podia levar a mão. Ou era sentada, ou era de pé no quartinho para não tomar sol. Ou ficar sentado de pé, andando por onde tinha espaço E... E o tempo todo assim. Era o café da manhã, levantava, né? Ali fechado, naquilo tudo. Um lugar, não podia comer fora de hora, só no horário, porque tinha aqui, podiam comer.

E ali foi. E nisso tudo... Nunca contei isso para ninguém, não. Sabe por que a minha garganta coça e tussu? É porque o choque me doía as pernas. Né? E aquilo mexeu com a minha garganta Os músculos doíam demais. Me deram remédio também para eu tomar. O remédio me entortava, me entortava, me entortava. Doía, doía. Eu não reclamava, nem podia. Doía, doía, com aquela dor incrível. E eu virei, virando e subia sem poder deitar. Desse jeito. Quando eu me vi, quem é para você me dar. você é muito difícil. E eu lá, depois que comentei que eu sentia isso, agora, depois do Elas contaram para mim, foi porque eu não eu não eu não podia, não é... Eu não podia, e dava para mim remédio. E ali foi. Na minha casa, no sítio que eu moro com a minha irmã, ele deitava cedo, dormia o dia inteirinho, que era a vida melhor que tinha. E lá, né, vindo dormir de noite. Só eu tomo esse remédio. Olha o remédio. Uai. Senhora que se eu se eu negasse, eu já tinha até morrido. Remédio para mim, três vezes ao dia. Tomava tudo. Tomava tudo. Uai Tomava tudo. E aí, com o tempo, e lá dentro, era... O banheiro era uma coisa... não tinha descarga, não. Jogava de lá, de água, de lata. Ali ficava. Só jogava, acho que, limpava de manhã e de tarde. Aquela musquiteira por aqui de... né? E o banheiro lá era todo incrementado. Se a pessoa podia entrar naquela hora, tinham que fechar. Toalhas limpas. Filtro, tudo. Mas só aquela hora e pronto. Nem tomava água. E ela... Não tinha escova de dente. Não E os dentes quebrou tudo. E eu até... Chegando até... Uma coisa que eu não contei. Quando eu vi aquilo tudo, pensei assim... Quando cheguei a ver aquilo tudo, aí eu pensei, meu Deus! Que sofrimento esse povo! Cheguei bem, né? Não posso ficar assim, não. O que que eu faço por eles? Que nem mesmo meus dentes, que eram perfeitos. dentes para Deus.
Para que isso tudo?
Não seja assim. Eu fui à luta. Porque ele dizia para que não fosse assim. Com o tempo, as dentes da minha boca faziam assim tufi... Estourava. Eu ali... E um dia, com aquele experimento todo, eu fui ficando assim. Depois eu vim cá, mesmo lá. Era uma injeção que tinha que tomar desse tamanho, dessa grossura. Cheguei lá para tomar, nem sabia por quê. Deita ai na cama. Não sabia que tinha que deitar para o danado daquele negócio. Eu não deitar, não vou deitar, não. Aí eu falei, vou tomar remédio punha o braço Assim, para não dar chance, eu tinha que aqui, né? Me diz lá para aquele negócio. Não Isso passou semana, assim. A injeção desse tamanho. Grossa, assim.

Por quê, meninas? Não sei por quê. E com isso, foi passando o tempo. Minha cabeça doía, doía, parecia que ia explodir. De tanto que ela doía de dor. E um detalhe, quando chamava lá para o tal negócio, eu não gosto não gosto de pensar. Ou eu ia com Deus, com meus pés, vou chegar na Aquilo tudo ali era um motor tão grande, mas tão grande, que eu não sei onde encontrar para dar força. Deixa eu ver. Aquilo tudo. Muitas vezes, ele me pegava uma força e ia carregada amarra no no lençol amarrada, choque jogava lá igual animal. E foi passando. Um dia, Chegando na porta, era uma portinha estreitinha assim. Essa passa para o café, essa fica. Essa passa, essa fica. E ali, deixaram o quartinho trancado, o danado aquele negócio. O que que acontecia? Muitas vezes... E um dia, eu passei para o café e, em história de eu ficar assim no banco, ah, essa não foi, então vamos levar ela. Aí, olha, esperneando. depois tem que é quando acabava, minhas amigas falavam assim, nossa Sebastiana Você viu o que que fizeram com você? Eu quietinha. Aí Aí, sabe, todo mundo te viu? E lá era assim. vamos jogar para o outro, esse, fazer alguma coisa com o você vai para o choque amanhã, é você que vai. E tudo isso na minha cabeça, eu de defendendo, defendendo, para que ele acabasse, para não acontecer, para acabar lá dentro, sim. E com o tempo, o tempo de frio, por exemplo, aquele frio, eu tinha o meu casaco de casa, hm, o tempo foi acabando o casaco, Dava uma meia para gente, aquelas meias de velhas, cheia até aqui. Podiam Um dia só, ia para lavar e a meia sumia. Minha roupa foi acabando. Aí me levaram lá para um... Eu juntava pronta a roupa do monte, preparava a roupa para mim. Minha família, nessa época... Sério. E um dia, ó, Sebastiana tem visita. Puseram uma roupa, eu fui para Cheguei lá, de costa, de costa mesmo. Viu eu toda desfigurada. É, essa chan é. Vim buscar, vim tirar daqui. Até hoje nada, ficou assim. E o vulto, ele ela para fora, só assim. E pronto. Alí acabou.
Depois, Ele não te levou, então.
Nem vi quem que era. De costas, assim. Me recebeu e me deixou no ar. E com o tempo... Aconteceu comigo, assim... Eu sou de Deus. Uma coisa de, assim... Não sei explicar. Você nem dá para imaginar. Assim, em mim, uma coisa muito es estranha. Eu sofri, assim, que... Um um de dentro muito forte, eu tinha que passar por isso. Eles me levaram na sala lá, me escreveram o negócio. Tensos o dia inteiro, assim, ó. Então, mandou desenhar. Eu desenhei uma raiz. Por que raiz? Eu senti raiz de família, de amigo. E deixei a raiz. Por que raiz? É uma raiz. Para mim, era a raiz da vida que não tinha e eu não queria desfazer. Aqui aqui ia para fora um pouquinho com alguém e sentia que ele tinha que trabalhar alguma coisa. E com o tempo, Aí me me deram a roupa, né? Uma roupa velha, mexi. E essa roupa... Uma velha que tinha. Aí, com o tempo, eu fiquei fiquei sabendo que iam fazer um prédio do outro lado. Comentavam e esse prédios assim e assim. E nisso o prédio foi fazendo. Ninguém sabia de nada. E eu, lá dentro, quando chamava para o médico, ficava durinha assim, o tempo todo, ou quieta, ou sentada. E ali o médico sabia coisa por coisa, e eu coisa por coisa, ficava por isso mesmo. E não sabia de nada lá dentro, era só aquele tratamento e pronto. Ia almoço, feijão, banho, o di o tempo todo aquilo, naquela coisa, uma coisa boba, sem pés, sem cabeça. Aí surgiu o pé de novo. Mas, nisso tudo, houve mudança lá dentro, não tinha uma farmácia, a diretora disse que não tinha o primário certo. Eu ficava ali, a deus dará. Ah, o doutor Sebastião me estudando para médico, formando, casou. E um dia eu subi tinha uma capela. Eu sou católica, eu ia para capela para para rezar. Para isso que tá aqui acontecer, não fui. Rezando lá, quem diz?

Para isso ser igual agora, eu era contra. só parecia um padre. Esse padre está comigo, tá? Mesmo No mesmo jogo deles. Também não vou no padre, não. Isso tem que mudar. Por favor, isso tudo daqui? Não. Eu sou contra o que está acontecendo aqui. Não fazia nada, o que eles faziam lá dentro. E nisso? Surgiu o prédio novo. Era os melhores passa passar para lá. Eu contei dos meus dentes. Quando surgiu o prédio novo, tinha dentista. Foi ver todo mundo que precisava de um dentista. Quando surgiu o prédio novo, surgiu muitos carros na porta. gente importante, gente de força, de mudan assim força lá dentro. Chegou, era médico e padre, para atender aquilo tudo ali, porque aquilo não podia ficar daquele jeito. E atendia gente, sala por sala, gente por gente, para mudar para aquele prédio. E lá dentro mesmo, Tinha aulas para mudar a função. Eles trabalhavam lá à noite. Todo mundo que vive em médicos, vive para mudar Para melhor ali. Eles tinham aulas ali. Porque tudo aqui lá dentro, naquela época, era uma coisa de louco, aquilo tudo ali. Para para para todos ser igual hoje, foi mudando devagarzinho. Nós tínhamos aula do do do Nobral. Uma pessoa de fora que vinha dar aula para gente. Dava fa fa Dava bolo, Guaraná. Nisso tudo, eu não esquecia do do dos meus pais. Nas festinhas que tinha que a gente sentar na escola, eu estudei lá dentro. Foi melhorando para chegar hoje? Tudo isso veio na minha cabeça vem devagarzinho, devagarzinho. Me é É... Assim... Passei horas lá dentro, assim, de rezar. Todo dia. Todo dia, naquele mesmo horário, eu ia lá dentro, trabalhava, trabalhava no lado da casa, olhava o paciente, a conta No quarto particular, tinha missas, tinha carnaval, tinha festa junina. E um dia, esses remédios iam funcionando mal, caia no chão, eu falava assim, que isso, cruz credo Isso não não aconteceu comigo, não. Você vê que eu assim, e nisso, conta para mim, nem me olhar para mim, já co foi cortando os remédios. E com o tempo aqui foi melhorando, aquelas festas, desfiles, fazia no pátio, tinha karaokê, tinha tampava-se jo jo brinquedo de saco.

Entrava no saco pular, tinha... Carregava ovo da maçã, comia assim. E eu e eu, nessa época, com saco de cabelo, tinha cabelos longos, me arrumava mais bem do que eu podia lá dentro. Parecia como gente. Antes disso tudo, antes de chegar aí, Eu não era ê eu não era capaz não tinha não tinha coragem de me ver e chegar na na sociedade de tão acabada que eu estava. Eu tinha que me produzir todinha para conseguir tudo, em esforço e vontade. Eu estava zero em tudo. Eu não contei do dentista. Fui ao dentista. Olhou meus dentes. Arrancou tudo de uma vez. tique tique tique E eu ali. Costurou tudo de uma vez. E eu ali. Aí, agora Sebastiana, chega lá, pede mi mingau. pedir mingal Primeiro dia.

Hoje não. Comida. Comida. Comia comida. Aí foi passando o tempo. Eu fui ajudando ali tudo. Um pouquinho. Mas a coisa mais boa que tem, quando você passa de um lugar para o outro, tudo novidade, tudo novo. Você cria vida, né? Gente que tratava com carinho. É, vai chegar igual hoje. Tu pensa, tu for rico igual hoje Ah, Sebastiana o seu quarto? O que que você gosta? Para te

ajudar a sua Nívia meu dinheirinho, elas me davam. Rolho de cabelo, um batom na minha casa que eu não uso, um rolho de cabelo que eu não uso, um lenço de cabelo que eu não uso, um pente. Ampola para para pôr na pele, para dar vida. Eu fui por aí. estou crescendo aos pouquinhos Aquele carinho já mudou, aquilo tudo lá tá mudando. para para melhor. E me quando chegou nessa época que abriu o Cidade Novo, era sala de jogos, aquela terapêutica, tudo, eu vi tudo na porta, um apanhado assim, de tudo que eu via. Você entendeu por quê? Porque eu pedi para Deus e eu via. Isso acontecer, tinha um monte de gente tão entusiasmada assim, igual outros vocês aqui comigo, dando força. Olhava assim, um brinco na outra, uma roupa bonita na outra. Tão entusiasmada, com o pessoal chegando ali, tudo tudo para ajudar. Com isso, fui crescendo, criando tudo. E nisso, lá dentro, eu sentia minha família. Para mim chegar, eu não podia estar com vocês sem ter o apoio da minha família, com Deus. Minha família pedia. Minha família, em primeiro lugar. Isso Quando quando a gente estava lá, nós. sozinha, eram uns dez só nesse apartamento. Eu eu arrumei um te terço com as minhas amigas, tinha cadernos, tudo, lápis. Enchia o caderno de de de terço que eu rezava. Tanto terço terço terço O dia inteiro, terço, terço, terço, Rezar terço por terço, terço, terço, terço. Sozinha, rezava. Sozinha no já né, terço. Têm quantos terço para rezar por dia. Era só nós que estávamos lá. Depois foi surgindo gente na na na na terapia para ajudar. Eu falei assim, eu sei fazer unha. Oh, que bom, Sebastiana. Vamos lá

Eu vi lá.

você quer fazer o que? E assumiram para mim fazer. Depois daí, fo foi me testando. Consegui passar. Eu ganhava meu dinheirinho. Fazia conta da casa. A gente gostava, a paciente foi me dando... Ela tinha dinheiro, me dava alicate, tudo de graça. E me pagava. A bacia de pé que eu ganhei. E a bacinha tá lá em casa até hoje. Pois em cima da minha cama, para mim Eu be embelezava elas, fazia depilação, unha, cabelo, sobrancelha, maquiagem. Fora as pessoas que iam para lá, que eu ajudava. Se eu sou rica, cheia da nota, uma cama, cá por conta dela, por conta dela, uma cama, cortar a unha, sobrancelha, arrumar o quarto, atender a cama à noite. Ela cheia da nota, morava em Belo Horizonte, lá Pampulha, passeava de carro com ela, fazia cabelo, fa fazia Férias, domingos, e eu me aqui desfrutava daquilo tudo. Fruta, doces, para você tomar lanche. E aí... Eu fui trabalhando lá.
com elas. Voltando um pouco naquelas histórias difíceis, sofridas que você viveu, qual que foi a que mais te marcou?
O hospital, a minha chegada. Porque no no meu tempo da minha casa, eu era muito feliz, cheia de vida. Quando eu vi aquilo tudo, meu Deus, não pensei em mim, pensei naquelas pessoas Para que isso? judiação. Não pode ficar assim. Não pode. Eu vou partir para luta.
Alguma coisa tem que fazer. Senhora tem tem alguma história, assim, muito marcante, muito triste que aconteceu no hospital?

Que me marcou muito. Marcou e eu consegui tirá-la toda de mim. Eu não sou aquela pessoa. Eu sou outra. Aquela feliz, eu senti lá dentro que tudo aqui foi modificando em ser outra pessoa.
você entendeu? E sobre o tratamento, né? É que a senhora fala dos choques, de todas as experiências dolorosas. ãh O que quea senhora mudaria no tratamento? Para que ele ficasse mais humano, sabe?
O que eu fiz eu não cheguei. o que eu fiz não cheguei. Eu vi tudo aquilo, já protestei aquilo tudo. Não pode ser assim. Tem que ser como está agora.
Explica um pouco a mudança aí.
como que é? A mudança que eu fiz na minha mente é assim, por exemplo, você é casada, tem um marido, tudo tá correndo de ruim ali. Para você mudar, você você tem que ter, principalmente, Deus contigo. Porque em Deus, você lembra do meu tratamento? Quando eu precisei de Deus? Sentir que eu tinha a força de Deus comigo. Para você mudar, senta aí primeiro, pensa em você. Se você pode, é melhor? Baxi? Presta atenção. Eu não sei se você tem essa cabeça que eu tenho. Vou mudar e pronto. Nem todo mundo, o povo vai dizer, vou mudar. Eu não, eu já parto daquilo. Eu sou, como é que fala? É Positiva. É Penso, não sou negativa. E no dia de hoje, onde estou, com minhas amigas, na rua, eu sou positiva. E elas pensam assim, nossa, você não é assim, você tá certa. Na igreja, minhas amigas, que que eu eu eu trabalho na colhida, eu acordo com elas e sinto que eu acolho também, tá baixando, eu vou pensar na colhida, Como você faz para um dia de tão bem que eu acordo? você entendeu? Nesse ponto de vista, o que eu quero mudar para melhor é isso que está acontecendo. Ter casa, outro divino aqui, eu aqui. Você viver uma vida digna, com os documentos. Se não tem carinho dos pais, tem do amigo. que não seja politicada por ninguém. O que tem hoje é a violência. O que eu faço nessa idade? Nessa idade, eu sou amiga do dos pobrezinhos Com carinho. Trato igual vocês, pegando a mãozinha deles. Me pede alguma, o Já so so so so já são minha amigo Vem cá Que que, hoje é aniversário Eu queria um sa um sapato. Ai, meu Deus. Penso que sapato será? Uma sandália de dedo. Ah, você precisa? O dinherinho está na bolsa Vou lá compro aqui sua sandália.

O que que é? Queria um arroz. Ô, querida, é agora? Vou lá, compro e dou. Mas presta atenção. Quando eu morava no bar da Boa Morte, conheci uma que trabalha na igreja.

Sebastiana Não dê esmola para ninguém. Eles têm, e se isso, lá no Vicentinha, na igreja, pastor, eu não tenho o que fazer. Mas agora, a consciência deixou comigo. Eu dou. Eu estou na rua. Quem foi ? O que eu Eu po posso dizer, senhora, jovem, menininha, que, isso, isso e isso Eu dou três, três quatro coisas uma vez. Por quê? Eu sou católica e eu precisei Encontrei. vocês pedem, porque eu não sei. Eu preciso daquilo. Quando quando eu estou na minha casa, eu olho assim. Gente, eu preciso disso, disso. Eu sou irmão pastor, coisa que ali anda. Qualquer pessoa, isso tudo é meu caso. Eu tenho aquilo. Se eles estão pedindo, por queque eu vou negar.

Voltando um pouquinho, mesmo sendo tão positiva como a gente vê que a senhora é, a senhora guardou alguma mágoa desse período? Não. De ninguém.
São meus amores.
Por quê? Lá dentro, eu pensava se vinha comigo Jesus falando uma coisa assim. Senhor, perdoais Eles não sabem o que faz. E para mim, ali, eles não sabem o que faz. Eu preciso de perdão. Perdão. Até que minha oração, e rezando no começo, é uma emoção tão grande. Eu posso fazer no fim, não posso?
Oi, a oração? É. Vamos deixar lá para o fim?

Vamos terminar aqui, ó. Eu queria saber, assim, como que foi a tua saída do hospital? Você quis? Alguém te convidou para sair? Ah, minha filha. Como é que aconteceu?
Toda vida eu sabia que eu não ia ficar lá. Rezava até assim, todo dia, com minhas amigas. Tinha hora de eu trabalhar, de eu sair sair para a rua, rezar. Deixa eu contar. Um dia, eu estou na janela, dá uma dor muito forte. Ai, comecei a correr lá embaixo. Doutor, estou sentindo uma dor. Chama para o médico. Contei para ele, doutor Lutero Eu passei no chefe. Tem Ela só falou assim, esse remédio é bom. É o que eu tomo hoje, até hoje. O tal do semapi.
Você perguntou o quê? Da saída.

Como que a senhora saiu do hospital? Como que foi? Que que me. Como que aconteceu? A senhora foi convidada? A senhora teve alta? Como foi?
Eu vou contar desse remédio que faz parte da minha vida hoje. Tá Cheguei nesse remédio por quê?
Não sei, a senhora acho que tentou voltar e veio a memória do remédio, né? Mas vamos tentar voltar para a pergunta. Ah ah Como como que foi a sua a sua saída do hospital? Quando foi?
Eh eh... Ah, lembrei. Toda a vida eu quis sair de lá. Eu comprava, eu eu eu programava, acho que ia para a minha casa, dos meus pais. Eu traba, eu não contei que eu trabalhava lá, ganhava um dinheirinho, contou. Pois é. Eu com com uma bolsa, saí para minha casa. Acabava, minhas amigas iam para casa, queriam uma bolsa, eu sentia. Comprava de novo. Um dia eu saí com com Com a tera com a de da da da terapia, fui eu comprar, encontro o doutor Lutero. Chamou, olha Sebastiana está comprando bolsa por que? Ah, doutor, um dia eu vou embora daqui. Eu compro bolsa, eu compro sacola, eu compro mala. Um dia saí daqui. Mandou mandar embora para lá. Eu sabia que eu ia sair. E depois, com o tempo... Ah! Eu Eu ajudava lá muito. O Doutor Sebastião precisou de tirar umas cutículas para fazer a unha dele. Fazer a unha do Doutor Sebastião. Tirava cutícula, lixava e ele me pagava, fazia da dona da casa. Era manicure, você sabia. é; E um dia, ele disse, eu precisava, eu precisou tirar uma cutícula, falou, Sebastiana Pode deixar. você. Vou levar você para o Lara Brigado? A gente tinha nem ideia, alguma coisa boa. Passei na secretaria, para... Esqueci o nome da secretária. o que é isso? Liga para o seu Sebastião Sebastiana Ele é assim mesmo. fala Fiquei comigo. Esqueci. E um dia, fora disso, aconteceu um dia lá. Te contei. Um dia, foram os fiscais olharam o hospital. No lado antigo. Eu estava preparada para combater. Que imóvel. <coughs> Quem diz? Pega tudo que tem aqui dentro e leva para vocês? Põe em ordem. Que durinho. Olhando tudo, olhou tudo e foi embora. Não queria deixar entrar não.

Porque eles iam ver, né?
Onde eu estava mesmo? Era para contar a tua saída do hospital. A senhora lembra mesmo? Lembro. Ãh Como que foi? Tenta voltar, tenta ah contar direitinho a historinha. pois é. Como a senhora saiu? Pois é, eu testou colocando tudo em prática para mim não errar nada. Tá, então tá lembrando, né? Então vamo vamo ver. <laughs> É... Você não lembra tudo bem, não tem problema, tá?

Deixa eu contar, então. Fala. Aí... Ah, lembrei. Fui chamada pela FEMIG para fazer que ia sair do hospital. Estou contando, tudo direitinho, para ter. Aí, eu fui. Me aprontei, fiquei intacta. Chegou lá, para saber, já podia sair. Você entendeu onde eu quero chegar? Hoje eu estou aqui. Me apresentei toda impecável. Ali, meu cabelo comprido, era mais jovem. Falei, encontrou comigo, me pus tudo em um prato limpo. Ainda falei assim, não sou bonita? É, e me achava. Era mais nova, né, cabelo tudo arrumado. Oba, é uma saída para mim.

Fui trabalhando isso tudo até chegar onde está hoje. E nisso, eu sou trabalhando, gente, também. Você entendeu? Até chegar onde está hoje. E nisso, é, em contar com alguém que trabalhava nessas áreas. Não tem nada para você me contar, não? Sabia. Não queria contar para dar uma coisa definitiva. Fui andar por aí e um dia eu Eu fazia compras para mim, frutas, tudo para mim. Lá no dia a dia, não era nada boba. Tinha minhas frutas, minha gelatina, minha vitamina. Eu saía todo dia para ir na missa.
Mas a senhora ainda não tinha saído de lá.

Estou contando para chegar, como como eu saí. E um dia, me chamaram para me dar o chamá-la a Sebastiana, para me dar alta para poder sair do hospital. Aí, o detalhe que eu fiz nessas alturas, o que eu falei, gostaram tanto, queria gravar, onde tinha gravador. expressei na minha hora palta do hospital Até aí, eu não sei se eu fiquei emocionada, muito contente, falei muito bonito, eles gostaram. Até que que a minha social era a Adriana. Tem alta aqui do hospital, do médico, de todo mundo. Fiquei super feliz. E aí, vão preparar as malas. Já tinha minhas malas, né? Para pôr minhas coisas. Comi tudo. Estou esperando nada, esperando nada. Chega o dia e muda o dia. E no início do dia, vou fazer compras. Meu dia a dia. E telefone toca. Vem Sebastiana O que que é? Sebastiana

Nós ia no no mesmo lugar comprar. Sabia que nós estávamos lá. Telefone, você vai embora. Ah, catei minhas coxas, cheguei lá em casa. Pelo Vanilda e Leila. Cheguei cheguei na porta correndo. entrei, quando eles estavam esperando. Vamos subir, vamos. Peguei as malas. Pegou minhas malas. Despedir de todo mundo, né? Entramos no carro. Quero ver, que eu não esqueço nada, né? Aí chegamo. Passamos... Ah, eu vou sozinha. Ah, não, fora disso. Nós fomos conhecer a casa, não foi? Nós fomos conhecer a casa, foi. Levou um bolinho, um chocolate Letícia, apareceu Dona Grimalda, Gertz. Foi fazer a nossa festa, né? Conhecer a casa. Não deixei por menos, igual igual hoje, fazer a minha parte, né?
O que a senhora faz hoje na erre? ttê. A senhora trabalha? Trabalho. Que que Qual que é o trabalho que a senhora faz?
Eu faço faxineira nas casas terapêuticas.
Você cuida das moradoras. E qual que é o teu sonho hoje?
Meu sonho? Meu sonho hoje é realizar o que eu estou fazendo, né? Realizar sempre, sim, com garra, com força, ajudar as pessoas. Porque o meu sonho já foi realizado, né? Que bom. <laughs> Eu quero agora... É chegar até o fim. Assim, com todo mundo, né? Feliz.
E a senhora acha que o seu trabalho tem te ajudado muito a realizar isso, né? E como e né. E como?

E E fez novas amizades?
Sempre fazendo novas.
Qual que é a diferença entre morar num hospital e morar em uma casa de comunidade? Não tem nem como
Não tem nem comparação, não, morar aqui fora. Só que ainda penso, igual vocês que trabalham nessa área, os que estão lá dentro, a minha alegria é que todos estejam aqui fora.

Se pudesse mudar alguma coisa na tua história de vida, o que que a senhora mudaria?
Nenhuma.
Nada.
está perfeita. Por quê? Eu me mantenho, o dia todo, com Deus. Então, sinto a realizado o meu sonho. Com a minha vizinha, com o resto da minha vizinha, com quem eu não conheço. Por necessidade, principalmente. Você estão encolhida.
Que mensagem você daria para as pessoas que tiveram e têm problemas psiquiátricos? Eh...
Eu me acho, porque eu vi, muito difícil, mas para Deus tudo é possível. Eu penso assim, aqueles que estão lá, você sabia que daqui de fora eu dou dou uma força com Deus, para que eles não sofram, tem vida na sua cama, onde estiver, que Deus estarão com eles, tá bom.
E é uma outra mensagem para aquelas pessoas que trabalhavam no hospital na época, que o tratamento era muito diferente do de hoje. sabe, quando o tratamento não era tão bom. Que mensagem você daria para aquelas pessoas?
Eu, sinceramente, eu toda a vida, na minha vida, com a pessoa que você está vendo agora, lá dentro mesmo, você vê a maneira que eu estou vendo agora lá dentro, é positiva, sim. Eu olhava para elas assim, vim sentir que era uma judiação Mas foi muito duro aceitá-la como aceito hoje, como deve. Foi muita força de vontade para por tudo aquilo e encará-la de frente. Encaro. Ei! O rosto dela não era humano para mim. Então, eu procurei, na minha mente, fazer ela O outro é ser humano, e é ser humano, que naquela época eu não sentia humanidade nenhuma na minha mente. Foi difícil, mas difícil mesmo.
Tudo aquilo para mim. E se você pudesse ver essa pessoa daquela época hoje e falar com ela, o que você diria? Falo falo falo
Não. Sabe o que que eu falo? Eu transmito para ela carinho, amor, que essa para mim, me judiaram Eu não posso voltar o passado para conversar. Um dia eu estou no ponto de ônibus, olha esse rindo, eh.... Está viajando ali. E dou a minha expressão dela, passo para ela esse esse amor, essa felicidade que ela não tinha para dar para gente antigamente.
Tá no meu coração. Tá Que mensagem você daria para uma pessoa que você considera muito especial na sua vida? Quem quem seria essa pessoa?
Deus, provavelmente, e meu pai. Apesar de pensar... O que a senhora diria para ele? Eu
Em que toda a família, as pessoas que me ajudam... Eu eu fui muito querida na minha e agradeço muito de ter tido esse carinho que hoje é que eu vivo. Tá <cries>
Deixa uma mensagem pessoal, aí de Barbacena.
<laughs> Voltando ao passado foi tão difícil para mim de conseguir chegar onde eu quero.
Esse para mim é Deus no céu e eles para mim na terra.
E para as outras pessoas que não conheceram, mas vão conhecer você agora, a partir desse vídeo que a gente está fazendo, o que que você diria? É
Deus no céu, com carinho, eles para mim são uma coisa que dentro de mim não sei explicar, de tanto afeto que eu sinto, porque na minha cidade, quando eu saio, Dá um sorriso para mim. Eu agradeço com esse sorriso, minhas orações, me entrego para Deus. Que
bom. <laughs> Então, em nome do Museu da Pessoa, nós agradecemos a Senhora. Obrigada

Então, vamos ler aí o a oração? Eu quero
porque eu me sinto uma religiosa.
Porque Deus me pôs a mão Então, essa oração fala o que eu sou, porque eu vivo e transmito as pessoas presta atenção. Oração do Amanhecer
Senhor, eu sou o silêncio e sinto. No silêncio do dia que amanhece, venho te pedir ter a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo hoje com os olhos do amor. Ser paciente, compreensiva, mesmo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos com tu mesmo. E assim, senão, esse e é esse não vê, se não bem cada um. Feche meus ouvidos de toda calúnia. Guarde a minha língua de toda maldade, que só assim, de bênçãos, se enche o Espírito. que eu seja tão bondosa e alegre, que todos quando chegarem a mim, sintam a sua presença. Reveste-me, Senhor, de de Tua beleza, Senhor, que eu não discute desse dia, tirei a velha doze.
Senhor, muito obri muito obrigada. Amém <cries>
E para vocês, um abraço com muito carinho. Brigada